São Paulo, quatorze de agosto de dois mil e oito.

E onde a senhora nasceu?

Um... um... um recente que tem chamado São Vicente.
Lá em Portugal, né?
Em Portugal.
E quando foi que a senhora
Na Ilha da Madeira.

E quando foi que a senhora nasceu?

Ah, eu sei, eu não sei, não me lembro a que dia foi. Está bom. Se é que foi Dã dã dã dã dã dã e sete. Mil novecentos e

Ah, não sei bem. Acho que as as duas, não sei, não sei
de janeiro, não foi?

E a senhora lembra lá da Ilha da Madeira, como era?
Lembro, mais ou menos.
O que que a senhora lembra?
Lembra-me da da vila, dos bairros, eh, alguma coisa. A vila tinha a igreja principal que a gente se batizava e e lembro que no bairro que morava, Um pouco mais para baixo. Vim na casa da minha avó. Tinha uma igreja de ficava perto da casa da minha avó. E o era lá embaixo. Chamava-se a vila. Para eu entrar de des na, hm, de um lado era a serra e do outro lado, eh, do fundo era a era a vila. Chamava a vila.
Entendi. E o que que a senhora pode me contar dos teus pais? O pai e a mãe da senhora?
Não sei contar deles.

Fiquei sem mãe tinha três anos. Uhum. E o meu pai fez a segunda vez. Eu fiquei três anos sem sem mãe. A minha avó era minha avó e madrinha. Ela depois levou-me para a casa dela e eu estive lá até... Até o meu avô morrer. Ah, Depois o assassino que que matou o meu avô. Aí a minha foi Aí os filhos quiseram que ela fosse viver com eles só. Então eu fui para cá do meu pai e depois fui para cá de uma família. Porque essa família tinha uma filha da minha mesma idade que eu. Ela quis que eu fosse para a casa dela para era eu fazer companhia à filha. E começou aí a minha vida.
Essa é a história da da avó, mãe do seu pai?
Quê?
Essa é a história da mãe do seu pai. Não, a história é Não, a que ela falou da avó é a mãe do pai. É a mãe... A avó que a senhora morou é a mãe do seu pai? Era...
Era, a avó que morou aqui era a mãe do meu pai.
E a sua mãe?
A minha mãe? É. A minha mãe era de outra família. de Gonçalves,
Você sabe como que eles se conheceram, seu pai e sua mãe? Como seu pai e sua mãe se conheceram?
Eles cresceram
Você sabe?
cresceram na casa dos pais. A minha mãe, eh, ficou ô, porque era o o pai deixou ela pequena lá, com a com a madrinha, e a tia e a madrinha. E veio para o Brasil. E ela ficou lá, depois cresceu. O meu pai, gostou dela, casou com ela.
Lá em Portugal?

E daí eh, nasceu a senhora?

Nasceu a senhora? A senhora tem irmão? A não
nasceu mais filhos antes de mim. quatro filhas e um filho. Quando a minha mamãe morreu, deixou quatro filhas e um filho. E... E as minhas irmãs dizem, quando a minha mãe morreu, que o o o caixão saiu de casa, o enterro saiu de casa. Que eu fu fui atrás a gritar que não fosse a minha mãe. Não me lembro. Minhas irmãs contavam isso.
A senhora era pequena?
Tinha

E o que que a senhora lembra de você e as suas irmãs? A senhora e as suas irmãs juntas, você lembra como era quando você era pequena com elas?
A minha irmã mais velha, quando a minha mãe morreu, ela ficou no lugar de de mãe. Mas depois o meu pai resolveu a casar. Todas as filhas foram caminhando de casa, que não fazem vida com a com a madrasta. Foram caminhando de

Como que era o nome das suas irmãs?
Uma, ah, ah, uma era... era Isabel, tinha a que ficou mais era Palmeira. Ela ficou com dois meses, quando a minha mãe morreu. Depois ela morreu com... e e tinha a a Elvira, a a Maria, a pal a pal aTeresa,
As minhas irmãs.
E seu irmão? Meu irmão, Silvino, que veio morrer aqui no no no Brasil no Brasil, disse, quando o meu pai casou-se segunda vez, ele disse, se o meu pai vai vai vai casar com aquela mulher, se envola para casa, que já saía de casa. Ele saía e veio para para, e depois de foi para a Argentina, já morreu lá. Já não tenho ninguém de so sobrinhos.
E a senhora lembra da madrasta?
Lembro.
Como era o nome dela?
Teodória.
E a senhora gostava dela?
Para ela ser ruim é que a gente não para em casa.
Entendi.
Era muito ruim para nós.
E a senhora lembra de alguma história de quando era pequena?

Uma história. Alguma coisa que aconteceu? Uma história com as suas irmãs? Brincadeira?
Não, me lembro só a minha irmã mais velha Foi a primeira a morrer, com o meu pai. Fiquei com muito desgosto dela morrer, porque ela era a que cuidava da da vida de casa. Eu me lembro assim, coisas
A senhora lembra o cotidiano?
O eh, quê?
O cotidiano, como que era o dia a dia?
Como era o dia a dia?

Eu trabalhava lá na fazenda e em e em casa.
Seu pai tinha uma fazenda?
Tinha uma fazenda, mais de uma fazenda.
Era grande? E o que que a senhora fazia na fazenda?
Plantar feijão, plantar milho.
É porque eu sou da cidade, então eu não sei. Então, se a senhora puder me dizer...
A gente plantava feijão, plantava milho, semeava trigo, todas essas coisas assim nas fazendas. E o nosso trabalho era na fazenda junto com o meu pai.
E tinha animais na fazenda também? Tinha vaca, essas coisa?
Tinha vaca de leite. Tinha vaca de leite.
E o que que a senhora gostava mais de fazer?
Eu eu vim com nove anos, fui com a outra família, só to só vivia em casa junto com irmã a filha dela. Fiz pouco trabalho na fazenda. Entendi. As minhas irmãs, que eram, trabalharam mais na fazenda.
E como que foi essa segundo

Eram donos de uma loja. Tenho a casa por cima e a loja por baixo. Donos de uma loja, e... e, eh... Eram outras pessoas
Desculpa, não entendi. Eh, Como era?
Era gente que se

E o que que a senhora fazia?
Fazia alguma coisa na casa. Dava a luz. <laughs> Tudo isso
É, isso eu também conheço. <laughs> Aí... E... E como que era essa relação com essa outra menina que morava com você? Com essa outra menina que morava com você?
Como era o nome?
É, pode ser. Como era o nome dela? Vera.

E ela, você gostava de morar com ela? Era divertido?
na escola, hm, e e em casa e em casa
Ela ia à escola?
Ela ela ia mas, não estudava.
A senhora estudou?
Eu estudei pouca coisa.
E lembra da escola alguma coisa? E desse lugar onde a senhora morava, você lembra como era? Porque eu nunca fui a Portugal.
Eh... não E o Estreito da Borja. Estreito da Borja, no bairro
E o que que tinha lá? Tinha a igreja que a senhora falou?
Tinha a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que era perto ãh perto da casa da minha avó, onde eu vivi primeiro.
Entendi.
Mas depois o a o assassino matou o meu avô e o e os meus filhos. Eles não quiseram que que eu ficasse malhada, que eu viesse para casa do meu pai e eles... da da mãe, que era que era a mãe deles. Eu fui para a casa do meu pai e fui para a casa dessa senhora que que ia lá. Ela morava na, mas no verão ela ia lá passar as feiras. E aí ela soube de, né, e foi me buscar, como eu tinha a ideia da filha, foi buscar para eu ir viver com a filha...
Entendi. <coughs> E... até que idade a senhora ficou em Portugal?
Até que idade?
Mais ou menos a senhora lembra?
Acho que treze anos, quinze anos, quinze anos já já foi a muito tempo. Deve ter uns treze anos, de doze para treze anos. Ah, quando eu fui com essa senhora, eu fui com nove anos.
Ah, tá. Quando quando a senhora mudou para uma para uma, para essa outra casa, você tinha nove anos?

Mudei para a casa do meu pai com oito anos. Uhum. E depois fui para a casa dessa senhora aos aos do treze anos, ou coisa que é. E até que idade a senhora morou lá?

Até quando a senhora morou lá?
Na casa dela. É. Ai, não sei bem quantos anos. Foi depois a casa do do outro senhor. Não sei quantos anos. Não lembra? Não lembro quantos anos tem.
A senhora lembra do seu primeiro trabalho?
Meu primeiro trabalho? Lavar louça.
Além de lavar louça.... <laughs> é
Ah, não sei mais.
Porque, conversando com a sua filha, ela me disse que a senhora trabalhou numa indústria.

Difícil?

Trabalhei, trinta e cinco anos. Tenho nove anos que fico, nove anos com essa com essa família.
Então, a senhora lembra como era na indústria?
Como era a indústria? O meu trabalho era passar, fazer a impressão, vestidos de criança e dobrar.
E dobrar.
A senhora... Caixas.
E a senhora gostava do trabalho?
Gostava, tanto que gostava que era sempre das

Durante trinta e cinco anos trabalhei em em três três casas, uma foi pouco tempo. trabalhei para o Trabalhei mais foi Acho, não me lembro já quantos anos, vinte e cinco, parece. Acho que foi em vinte e cinco que eu trabalhei nessa casa, nessa firma.
E tinham muitas indústrias lá em Portugal onde a senhora morava?
Tinha, agora não tem. Tenho alguma, mas muito pouco. Mas, Tinhas umas quatro ou cinco. Tinha, ou mais, não me lembro bem.

E tinha mais que
E a senhora tinha amigas no trabalho lá?
Tenho.
Lembra delas? Dona Isabel, a senhora casou lá em Portugal? Foi antes de entrar na indústria ou depois? Eh, Antes de trabalhar?
Não, quando eu quando eu Quando eu fui casei, depois fui tra fui tra trabalhar. Tá. Trabalhar, trabalhar.
Como era o nome do seu marido?
Júlio.

E como a senhora conheceu ele?
Eh na, eu tinha na frente da da lá casa onde se morava, tinha umas de e ele trabalhava lá. E tinha um homem para ir buscar as chaves eh, do banco, do do segundo do seguro te te tremendo, tremendo. um homem de lá para abrir lá o o banco. E eu as janelas, ele estava luxuoso. E eu me perguntei, acho que e depois um dia disse, olha, eh então os rapazes quer falar com a senhora. Ele disse, eu não, eu não conheço ninguém aqui. no outro dia, ele disse assim, a senhora, quando amanhã, quando for na, me dar as chaves, abre a janela para ver para ver E aí começou. <laughs>
E a senhora gostava de sair? A senhora saía?
Saía aos pouco. Não era muito
<laughs> A senhora lembra de alguma festa de lá? Lembra de alguma festa típica de lá que tinha?

Alguma festa?
eu tenho muitas festas.
Como que é?
Tem a festa de São João, a festa de Rosário, assim, a a... Ah, sei lá, tantas festas. Era assim, data do dia de de de Santos, tinha
E como que eram as festas? Como que eram?

bandas de música a tocar, e e e e alguns dos grupos fo fo foram lá cantar.
E a senhora gostava de dançar?
Não. <laughs> Não tinha muita ordem para isso.
Entendi. <laughs> E tinha comida? Nas festas tinha comida?
Tinha de carne. Usavam mu muita carne para passar as pitadas. Chamavam-se as pitadas de carne. Tinha muita.
E os doces lá? Tem comida típica de Portugal que a senhora lembra? De comer quando era pequena?
Bolos de mel. Eh... No Natal era bolos de mel. fazes. sem casa. Lembra-me, lembra-me. E tive que um conselho para poder casar. E casei com dezenove anos. E e já não tinha não tinha quem me disse quem me disse não tinha mãe, nem tinha mãe. Não. não tinha pai já. Quer dizer, não tinha pai.
Seu pai já tinha falecido?
Tive que dar um conselho de família para poder casar.
E a família do seu marido estava lá?
Estava. Eles moravam num num lugar que chama-se mais chique. Uhum. Na real é

Agora é um bairro lá da Cristiana Salva de Pena, de Lisboa. E Mas ãh o casamento do meu foi no eh Mexica, e o Mexica que tinha as câmaras para para o que era preciso.
A senhora lembra do seu vestido de noiva?

<laughs> A senhora comprou o vestido?
Comprei. Comprei um vestido de Não, acho que já comprei para parece. Tinha loja de vender roupas para noivos. E...
E depois do casamento a senhora começou a trabalhar?
Comecei a trabalhar com

anos.

Trabalhava no armazém
No armazém. E a senhora teve filhos lá em Portugal?
Filhos? Os meus filhos nasceram tudo lá. É?

Todos portugueses.
Como foi ter ter filhos? Ãh Como foi ser mãe?
Qual foi o nome?
Como foi dar a luz ao aos filhos, ter filhos, ser mãe, trabalhar, ser mãe? Como foi?
Elas foram estudar, elas estudaram. Depois de ter o os seus cursos, tinha tinha curso da de matemática, tinha curso de... de... de. Tinha, tinha ti...
Como é o nome dos seus filhos?
Meus filhos? É. A mais velha é Maria Isabel, a outra é Letícia, que era o nome da da menina que eu fui fazer companhia. E eh A ela ela esse madrinha, mas ela morreu antes de tirá-la. A menina, mas depois o nome dela. E... E eh... Tive tive uma morte, tive enterrar com morrer com dezoito meses, que era essas... Eh... era... Como era o nome dela, agora não me lembro.

Eu morri com dezoito meses.
Faleceu novinha.
Ele teve uma morte de sete meses. Quando a queda que eu dei. susto que eu dei. A queda da queda não me fez nada. Fez um susto. Eh... <sighs> é a
A Lurdes. A Lurdes também, né?
A Lourdes e... Eu já não me lembro mais o nome filhos. Eh, Lourdes... Eh, o Leonardo

Fernanda. Não, Fernando.
Ah, <noise> Ferdinando.

E todos nasceram em Portugal?
Todos nasceram lá em Portugal. Eu vim já viúva para o Brasil.
A senhora já veio viúva para o Brasil?
Quando eu vim para o Brasil, já era viúva há há sete anos.

E como que foi criar os filhos lá em Portugal? A senhora lembra de... Como foi criar filhos em Portugal? Como era?
Ah, como se cria aqui. Foram foram na escola. E tivemos que estudar na escola de de irmãs, no colégio de irmãs. E tives que estudar na escola do governo. gente ia é ãh a gente torna para eles fazerem fazer cursos, para ela para ser a na vida que a gente tem.
E por que que a senhora veio para o Brasil?
Porque quando eu e o fiquei viúva, Pois a minha filha, é a, era já era ca já era casada e e a minha filha também já era casada. E ela vivia com a sogra e não vivia satisfeita. falou para para mim se nós não podia ajudar para ela vir para o Brasil. Eu disse eh, eu disse, ah, não. E tinha duas irmãs daqueles do do do Brasil, da minha E uma mandou-me mandou-me dizer se queria vir para o Brasil, que me mandava a carta de chamada. Eh, eu não não fiquei com vontade de vir, só que trabalho e cheguei Eh, na, para o Brasil, com os filhos, eu já tinha os três menores. Eh... Sem saber o que vou o que vou Olha, essa minha filha que me vê, que essa, é a sogra, que era a Letícia, ela disse, olha, sua mãe não quer ir para o Brasil, manda dizer à tia que manda que eu vou. Disse, o teu marido quer ir Ela disse, ele vai, ele vai. que ele era filho de um dentista, trabalhava com o pai. E ele disse, está bem, então eu mando a dizer ao teu tio que que manda carta de chamada para ti, que não quero ir, mas que tu queres ir. E depois ela, quando a a Lourdes acabou o que quis vir para o Brasil. A irmã quis mandá-la buscar. Quando ela acabou que mandou dizer que mandasse ela para cá, que aqui ela arrumava trabalho melhor que lá. Ela veio, foi trabalhar para O irmão roubou o lote, que ela tinha curso, eh, para trabalhar, e ela foi para trabalhar para a lote.
O que que ela fazia?
Nós trabalhava lá na na
Ah, contabilidade. Ah, na Light. Ah, entendi. E... vocês vieram todas juntas?
Depois de ah... Ela estava aqui um ano, ela disse, mandou uma carta, mandou dizer, se a mãe não vem, eu vou me mudar para aí. O meu filho ia fazer dezoito anos e ele disse, nossa mãe, não quero ir, deixe-me ir, não não não quero ir para o quartel. Aí eu disse, então vamos embora. para essa terra.
E onde que a senhora veio morar aqui no Brasil?
Na Pedramol.
No Brasil. No Brasil?
No Brasil, na Cantareira.
Pedra
Não, Pedra Mola era lá em Portugal.

Lá em Portugal. aqui no Brasil.
Ah, aqui no Brasil era para... Avenida Cantareira. Cantareira. Avenida Cantareira. E...
E a senhora gostava daqui quando chegou?

Gostou daqui quando chegou? Foi fácil de, eh, começar a vida de novo no Brasil?
para começar a viver de novo, mas já fui trabalhar fora. Estava aqui um um um dono que tinha negócios de bordados aqui também. E conheci conhecia ele e veio me procurar. Ele ia me levar ao trabalho em casa para ir fazer. Ainda tenho que trabalhar doze anos aqui.
Então a senhora continuou trabalhando na mesma indústria, só que aqui no Brasil? No mesmo lugar lá de Portugal, só que aqui.
Foi o mesmo trabalho que eu fazia lá.
E os filhos da senhora, eles foram trabalhar em quê?
Os meus filhos... Foram... O meu filho, eu só tenho um filho. Tenho quatro filhas. Elas trabalharam no banco, Trabalhava no banco, trabalhava... A é costeira. E, é... A Fernanda trabalhou no banco. E e eu... Senhora, quer...
A senhora quer parar um pouquinho? Nada para falar mais?
já estou falando muito. Eh...
Então, conta um pouquinho mais como era a vida aqui no Brasil. A senhora ficou lá na na Avenida Cantareira...
A Avenida A minha filha eh morava lá, as minhas filhas moravam lá, e eu vim para a casa dela, eh da Letícia, e me lembrei-lhe há uns tempos. Eh, depois arrumei um apartamento para ir morar. A senhora lembra... No Jardim de São Paulo.
Ah, tá. Ah, lá em Santana. A senhora lembra da sua primeira impressão do Brasil? A primeira coisa que você achou quando chegou aqui?
Achei muita graça, não. <laughs> Achei no Rio, quando eu saí, que sal no Rio, achei o Porto do Rio muito sujo. Se quer dar Estava acostumada lá com com o rojo, para a gente ir passear <laughs> aos aos sábados ou aos domingos. Ia-se passear ao Vira o morro. <laughs> Na... Então achei oo Porto do Rio muito sujo.
Entendi. E a senhora lembra da viagem? Como foi? Lembro, foi uma viagem boa.

Tem onze anos, onze dias de vi de viagem. E...
E depois que a senhora morou lá na Cantareira, a senhora se mudou? Morou sempre lá?
Mordei para o Jardim São Paulo, para o apartamento. Logo abaixo da dê da Cantareira.
E a senhora trabalhou até que idade? Até que idade? É.
Até... se Quando... Eu já tinha...

Sessenta anos. Era o trabalho, mas, ao menos, a minha a mesma coisa são tinha roupa de criança, lá eu trabalhava muito com a roupa de criança. É que era... Por nada, eu estava indo. Lavar eu tinha que lavar, e e passar, e dobrar, e por aí, pronto, para as
E foi fácil, então, se adaptar? Foi fácil se adaptar aqui?

Se adaptar, eh, ficar no lugar, foi fácil, né? E as colegas no trabalho? Tinha amigas no trabalho?
Tinha. Amiga?

Ah, tinha. que lanchavam, que alguma coisa na... Tinha amigas na vizinhança também? Ãh?
Amigas vizinhas?
Sim, eu falava com todos e... Nunca maltratei ninguém. Não tinha ninguém para
E a senhora, que que a senhora fazia com os filhos? Levava eles para passear, sair à noite, aqui no Brasil?
Às vezes eu falava, achava meio ruim, mas contentava Às vezes eu ia com elas. Elas diziam, a gente tem uma amiga, se se se se essa aqui gostasse da amiga, a gente vai com fulano. Era uma coisa boa para elas.
Mas onde a senhora ia?

Para onde?
Era um baile?

Era um baile? As senhoras iam para um baile?
Mas eu ia não ia dançar.
Mas a senhora se divertia também?
Não, eu ficava sentada. Eu ficava sentada.
E que que a senhora gostava de fazer?
Gostava de também trabalho.

movimentos da igreja.
Alguma que a senhora lembra?
Ah, a igreja do Rosário era a que eu frequentava mais, que era no bairro de de... no bairro para baixo da casa do meu pai. Era a igreja que eu frequentava mais. Na velha era só em dias assinalados sendo alguns santos.

E no Brasil?
Aqui no Brasil, aqui no Brasil eu estava Da igreja Nossa Senhora dos Sou devota de Nossa Senhora dos, uhum, e ia muito na igreja dela.
isso aí. Conta sobre as atividades da igreja.
Eu morava ah na igreja Qual é o nome daquele ali?
Verbo Divino. Verbo Divino?
Verbo Divino. Igreja do Verbo Divino. Eu fundei, junto com o padre, lá, eh, o padre António, eh, a pastoral da do grupo dos dos... o gru o grupo Sagrado Coração de Jesus e ah e também e também a Pastoral da Saúde lá. E eu e eu junto com o padre. O padre se chamava os diretores para vir atender e a gente aí começava a dar a coisa que era preciso. Até hoje estou lá na nessa
E a senhora fez um trabalho com terceira idade lá?
Agora já não trabalho.
Mas como era?
Já, eu ia levar os sacramentos aos doentes junto com outra amiga, ia ia-se fazer reuniões e tudo, mas agora já não.
Agora não.
Já não trabalho mais. E...
E a senhora viu todas as suas filhas casarem?
Deixei elas, todas, graças a Deus, todas estão casada.
E teve netos já? Teve netos? E o quê? Você já é avó? Tenho netos? netos.
Tenho dezoito netos. Dezoito? Vinte... vinte e três Tenho vinte e quatro bisnetos.
É bom essa família. A senhora gosta da família?
Gosto.
E tem reuniões de família? Que junta todo mundo?
Às vezes, não sou doida, não, sou... Estou a despegar, a família é muito grande. Mas, às vezes, um domingo, a gente junta-se. Ou a minha filha faz um almoço, ou ou se tem um aniversário, ela faz alguma coisa, convida... Os irmãos, vida.
E a senhora gosta?

Tem alguma história que marcou a senhora com a família?
Que quê?
Uma história que a senhora lembre com a família? Que seja engraçada ou que marcou a senhora?
Com o quê?
Alguma história engraçada?

Entendi.
Agora, eh, a senhora lá em Portugal, passou por, morou lá no período em que teve guerra, né? Teve guerra lá em Portugal. Quando a senhora morava lá. Como que era esse período?
Ah, eles e iam jogar bombas. Assistiam a guerras. A gente chegava só à noite, tinha-se todas as coisas, se tinha joias e casaco de bafo da da da escada escada que descia para baixo. E e Nos sonhos é. No
E a senhora lembra como que eram as pessoas preocupadas? Como que era a questão da comida?
Ah, com a comida, é mais ou menos, toda a gente. <laughs>
Não, na época da guerra. Na época da guerra, te marcou?
Que quê?
A época da guerra te marcou? A senhora lembra se faltava comida?
Ou se... Não, na minha casa nunca falta comida. Ainda, ãh, um dia fosse melhor, outro dia pior, mas faltar comida que querem comer e não têm era
Nem na época da guerra? Nem na época em que estava tendo guerra?
estava a guerra? Não, há um pouco de diferença na nas comidas, mas foi, não foi coisa muito grande, não.
Não marcou tanto, então?

Tem mais alguma coisa que a senhora queira contar? Mais alguma história?

Não sei. A minha história com a minha idade, os três anos de... Fiquei sem pai e sem mãe. Eu Sem minhas

E agora é vó, bisavó.
É tararavó <laughs> Já estou há muito tempo aqui.
E a senhora gostou de dar entrevista? Foi bom agora a nossa conversa?

Só passou o tempo. <laughs> É? Hm. A senhora viu a sua madrasta quando chegou ao Brasil?
A senhora viu a madrasta quando chegou ao Brasil?
graças a Deus não vi.
Mas ela veio com você?
Quando eu, o Marcos me encostou em em Santos, e eh minhas irmãs estavam lá, eu tinha duas irmãs, filhas dela, minha madrasta, e a ela estava em cima do esperando a gente, E quando e e e de preto, assim que vi elas de preto, eu disse assim, e e eles sabiam que ela estava doida, que estava hospital e tudo. E eu disse, ai, a Theodora morreu, já não <laughs> Eu fiquei com o Fernando
Entendi.
Era tão ruim para a gente. O que ela fazia com com vocês?
O que que ela fazia que a senhora lembra que não gostava?
Ela eh dava para a gente, dava batatas frias às vezes, encomenda assim de um dia para o outro, e ia para para para... para a padaria buscar pão para ela e para os outros filhos. Era assim que a gente... Coisa mais linda que ela, e ela maltratava a gente mesmo. a gente a gente tinha vaca de leite tinha que... apanhar erva para pôr elas, e quando a gente não não tinha apanhar erva para ir, ela punha molhos, molhos na nossa cabeça que a gente não podia. vezes às vezes, passava um numerzinho para a gente e a gente assim se encarregava, A gente tirava o leite. muito ruim.
Ela batia em vocês?
Ela batia em vocês? Ãh? Ela batia em vocês?
Batia, uhum.

Mas seu pai, seu pai não era assim?

Meu pai não era assim. Meu pai sabia que ela batia na gente, brigava com ela.
E quando seu pai morreu, a senhora não morava com ele, né?

E como foi? A senhora lembra?

E eu soube que o meu pai tinha morrido e estava lá andando em cima do croche. Foi quando foi o primeiro avião a Portugal. meu pai e tudo o povo quase viram o meu avião chegar. E... E quando eu soube que o meu pai morreu, tinha morrido fiquei com desgosto. Tive um desgosto muito grande. Dele
Ele ele morava aqui no Brasil? Ele morava aqui no Brasil e a senhora em Portugal? Uhum.
O meu avô morou aqui no Brasil.
Seu pai? Seu pai morreu em Portugal?
Meu pai morreu em Portugal.
Você tem mais alguma pergunta, que ela está cansada também.
Os pais da minha mãe deixaram ela pequeninha e vieram para o Brasil. Eles tinham Depois, quando o meu pai casou, eh, veio de viagem de nu núpcias ao Brasil visitar os sogros. eles tinham uma fazenda muito grande lá em, eram donos de uma fazenda muito grande. E aí eles morreram, ficaram aí até morrer, morreram aí. E a gente a gente estava lá.
Então, seu pai viajou para o Brasil uma época?
Não, no Brasil. Brasil.
E os seus avós moravam aqui?
Moravam aqui, no Rio de Janeiro, na cidade de
Entendi. Mas a senhora não chegou a visitar eles?
Eles não, não cheguei a conhecê-los.
Está bom. Alguma pergunta? Então, muito obrigada, viu, Dona Isabel?

Eu só queria pedir... Chega, né? <laughs> Queria. Contou cem anos em em duas horas? Só queria pedir um favor, se a senhora conseguir fazer, falar seu nome completo e o lugar e a data onde a senhora nasceu. Pode ser?
Pode ser. Para ele falar o ano que eu nasci, eh, em São Vicente. Bairro da Barge.
E o seu nome completo?

O seu nome. Fala assim, meu nome é Isabel...
Ah, o meu nome!

Quando eu vim fa fazer os papéis para vir para o Brasil, a achou que era muitos nomes, disse que podia tirar um nome. Eu tinha dez, assinava por dez, eh, que era o sobrenome do meu marido. Mas ela disse que podia tirar o nome. Depois eu fiquei a pensar, ah, não vou tirar o nome do meu pai, não. Depois eu ti tirei o dez, que era do As filhas têm uma coisa que nos documentos delas têm Entendi.